E é uma grande artesã de de arraiolo.

De tapete de arraiolo?
De arraiolo, é. E você tem quantos irmãos?

E fala um pouquinho do seu pai, ele então ele é um imigrante que veio para cá,
Ele é um imigrante, veio para cá com quinze anos, eu brinco que ele era fazia piquete em praça pública na Síria, ele disse que não, mas é uma brincadeira que a gente faz, mas eles tinham uma pequena propriedade lá, e muita já tinha o tio dele aqui, muita pobreza na Síria, Ele vem de uma minoria católica dentro de um país muçulmano, a Síria predominantemente é muçulmana, noventa e poucos por cento da população é muçulmana e ele a nossa família é os cristãos ortodoxos. E e os sírios que emigraram são geralmente cristãos ortodoxos. Aí vie ele veio para cá com quinze anos, no terceiro dia no Brasil atropelou, foi atropelado e ficou três meses no hospital.

E aí morou na casa do tio e foi ajudá-lo numa loja que ele tinha de tecido e tudo. Aí logo depois o pai dele veio também aí foi fazendo a vida aqui. Conheceu minha mãe, que era prima dele, de segundo grau. Ficou apaixonado. E naquele tempo preferia se casar entre a colônia, né? Minha mãe é nascida no Brasil, mas é neta de sírio, que vem da mesma Então eles são primos de segundo grau. Como é que chama a mesma a aldeia? Urede. Urede Urede Diz ele hoje que é muito evoluído lá. Sinceramente, eu não sei. Ele esteve lá há dez anos e falou que <laughs> era muito muito mudou muito. É sempre aquela história de quem migra, como se a mudança fosse muito boa. A primeira coisa que eu pergunto para ele ou para minha avó, que é a mãe dele nascida lá também, mas como que é lá, vocês faziam isso, vocês comiam aquilo, como que era? A primeira coisa que eles falam, ah não, não, no nosso tempo a gente não fazia, mas agora todo mundo bebe Coca-Cola, agora todo mundo eh globalizou. Como se isso fosse realmente muito bom. Não sei até que ponto é bom.

Era um bairro muito interessante, porque era uma casa, um local muito interessante, porque ficava de frente a uma praça muito grande, que quando eu nasci era mato, mas a minha infância já era uma praça. E atrás de uma delegacia, na mesma rua tinha as costas de uma delegacia, e e ficava entre uma periferia, que era Vila Aurora, um bairro mais periférico, e entre um bairro muito chique chamado Jardim França. Então eu circulava com total tranquilidade entre essas duas Dois universos bem distintos. A nossa casa ficava era uma rua assim com dez ou quinze casas, exatamente no meio. Era uma baixada. Quando chovia, era uma beleza.
Então, numa casa que só tinha menino, quais eram as brincadeiras de vocês?
Menino que criou-se na rua, né? A gente praticamente passou ah ah na infância na rua. Eu, como mais novo, sempre ficava meio meio de lado, porque os meus irmãos já eram mais velhos, então as brincadeiras dele, eu era muito pirralho para para aquilo. Eu me lembro, assim, muita muita bola, embora eu sempre fui muito ruim em jogar bola tudo, mas enfim, bola, porque a praça tinha uma quadra. Bicicleta, que eu aprendi a andar aos doze anos, eu lembro que todos os meus amigos tinham bicicleta, meu pai não tinha dinheiro para comprar uma, comprou com os doze anos, eu morria de vergonha porque eu estava aprendendo a andar de bicicleta, com doze anos os moleques de sete, oito já andavam, sem rodinha, eu com doze anos, você imagina com <laughs> rodinha na bicicleta. Mas isso é muito legal. Aí, pouquinho mais para frente, muito pipa. Subir em árvore, a gente jogava taco, que é o na na rua do lado. Como eu falo, isso é muito... O que é que é taco mesmo? Taco é o o um esporte que a gente joga na rua, que você coloca um um uns paus assim, e o oponente ele tem que jogar bolinha para derrubar, e você está defendendo. Se você conseguir mandar a bola para lá, o vo o você consegue bater o taco com o seu companheiro e ganhar a ponta, até o outro pegar a bola. Então você não pode deixar cair a a a casinha. um jogo fantástico. E morávamos perto de um clube, do qual nós éramos sócios. O Acre Clube, então, era basquete, era pingue-pongue, boliche. Acre Clube.

É um clube familiar pequeno lá no no bairro, muito interessante. A infância foi foi muito boa assim, eu não tenho muita lembrança, eu comecei a ter lembrança da infância agora com trin, eu tenho trinta e quatro, acho com uns trinta anos eu comecei a lembrar um pouco da infância, porque realmente ela ela apagou e voltou de um tempo para cá.

Então, eu me lembro, assim, me lembro na escola, alguns livros que eu li, As Muitas Mães de Ariel, me lembro que eu li um livro da Giselda Laporta Nicoleles, que era que eu a encontrei no projeto escritor nas nas bibliotecas da prefeitura de São Paulo. Eu falei, eu li um livro seu. Ela falou, que bom que um leitor meu virou escritor.

Você Você lembra disso? Texas,
Essas coisas todas, e eu adorava, eu me lembro que eu levava os livros para trocar com ela, Antes de brincar com com o Rodrigo. Então era muito interessante. Eu levava lá, trocava os livros com ela e depois eu ia brincar. Tinha um momento com a avó dele. A primeira lembrança de leitura é essa. Não tenho lembrança assim de de de livros an anteriores a essa.
E na sua casa se contava história? Tinha esse hábito?

Meu pai contava algumas histórias da terra dele.

Só ele conhecia. Os tios dele não conhecem, então não sei se ele inventava ou...